Ãh nós vamos começar a entrevista perguntando o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.
Certo.

Eu nasci em São Bernardo do Campo em vinte do. De mil novecentos e oitenta e cinco. E qual o nome dos seus pais?

Família, primeiro do lado da sua mãe e depois para o lado do seu pai.
Certo, do lado da minha mãe, são judeus libaneses ãh. Todos vieram eh do Líbano, alguns vieram de Israel depois, por causa da dos movimentos que ocorreram em em Israel na no início do século passado, entre mil novecentos e mil. Novecentos e quarenta na verdade, antes mesmo da da criação do Estado de Israel, por causa das milícias árabes e ju judaicas que tinham na na na região. Então eles acabaram meio que sendo expulsos do Líbano, como a maioria dos judeus acabaram sendo expulsos de outros de outros países árabes e vieram para o Brasil. O meu avô por parte de eh meu avô por parte de mãe ainda acabou ficando no Líbano e foi para Israel depois só em serviu no exército israelense na primeira guerra em quarenta e oito como o segundo tenente do exército. Só aí depois ele realmente casou com a minha avó, minha avó foi para Israel para casar na verdade com o irmão dele, porque minha avó e meu avô são primos de primeiro grau. Então ela ia casar na verdade com um um outro parente meu, não gostou, gostou mais do meu avô, casou com o meu avô e veio de voltar na de de navio para o Brasil. Minha mãe nasceu cerca de dois meses depois que eles chegaram no no Brasil. Então minha mãe e meu tio são brasileiros. Ãh todos são a minha família, na no no geral, são de judeus tradicionais, não são ortodoxos. Eu tenho alguns ju alguns é parentes só que são ortodoxos, eu cheguei a ser ortodoxo. Tenho parentes, hoje em dia, na França, com trabalham ligados à comunidade judaica. E tenho parentes em Israel, por parte do meu avô mesmo, que eu não conheço a maioria, e por parte da da minha avó mesmo, que a maioria eu conheço. O meu avô veio já direto para São Paulo uma parte. Da família da da minha avó. Ve ve veio para São Paulo e uma outra parte foi para o para o Rio de Janeiro.
Se concentram em São Paulo mesmo. E você sabe por que que eles escolheram São Paulo?
Não sei dizer exatamente porque São Paulo, mas a maioria das pessoas no no geral da comunidade judaica acabavam escolhendo São Paulo nessa Meu avô era taxista.

Para trabalhar como taxista. Minha avó sempre foi mais de costurar, cozinhar em casa hum. Só depois de mais velha que ela trabalhou muito com com vendas de Avon, Natura, essas coisas.
Seu avô está vivo ainda? Não, meu avô meu.
Meus avós, todos eles são já falecidos.
Mas você chegou a conviver com esses avós esses avós.
Meu avô eu convivi muito pouco, porque ele e minha avó de, antes mesmo de eu de eu nascer, já eram divorciados. Isso existe no judaísmo, é é é cabível, permitido. E eles se divorciaram. E a minha avó voltou a se casar com com uma outra pessoa que eu acabei ah considerando como avô. Eu tive pouca convivência com meu avô. Eu tive mais só quando quando eu já era mais velho e quando ele já estava doente já. por parte de pai, aí já são espanhóis, católicos espanhóis. Aí eu já tive uma convivência até um pouco maior até o, pelo menos até os meus dez anos ah.

A maioria veio no início mesmo do século. Então, meus avós são todos eh brasileiros. Meus bisavós, provavelmente, são são espanhóis. Eles vieram no, pelo que eu fiquei sabendo, por causa da da Guerra Civil, que se instalava na na Espanha naquela regi na naquela época. Meu avô sempre trabalhou com metalurgia. Parte da família do meu pai sempre trabalhou com metalurgia. Minha avó era dona de casa.
E você sabe como seus pais se conheceram?
se conheceram através de uma amiga de uma amiga em comum na. Ainda é amiga da minha mãe até hoje. Ela conhecia o meu pai e conhecia a minha mãe e apresentou os dois num numa espécie de bailinho. Que tinha em São Caetano.
E por que São Caetano, eles moravam lá?
A família do meu pai mora morava lá. Apesar do meu pai ter nascido em São Paulo, ter morado uma uma boa parte da infância dele em naquela região de Jaçanã e tudo mais, a família do meu pai ainda mora para cá para aqueles lados. Depois de um tempo, meu meu avô foi morar em São Caetano, próximo da General Motors. Ali acho que provavelmente se eu não me engano, ele trabalhava ali perto da Brasinca, que também é regi é ligada à General Motors. E aí lá mesmo que eles acabaram se conhecendo. Mas a minha mãe morava em São Paulo.

E aí que que? Começaram a namorar, como é que foi?

Tinha tinha acabado de sair de um noivado. Minha mãe tinha ficado noiva por quatro anos. Uma pessoa que ela conhece até hoje. Não deu certo, ela eles eles pa acabaram tudo, né? E aí minha mãe foi conhecer acabou conhecendo meu pai. Meu pai, pelo que contam né, na época ele era muito, muito muito tímido. Então ele precisava de um empurrãozinho. Aí minha mãe, na verdade, essa amiga da minha mãe acabou ajudando meu pai e tudo mais a a a a namorar com a minha mãe. Mas eles logo na logo de início já começaram a namorar. Aí namoraram não sei quanto tempo, um ano. Um pouco e casaram. Você sabe como eles casaram? Casaram em.
Em oitenta. E aí, quantos filhos eles tiveram?

Eu e meu irmão, meu
Irmão mais velho. Como é que se chama seu irmão?
Meu irmão é Daniel. Eee.
Esses primeiros anos de casamento eles moraram aonde?
A gente morou em São Bernardo do Campo. Ali no bairro do Demarchi, perto da da Ford e da Volks. Meu pai trabalhava com trabalhava com parte de metalurgia na própria Ford, chegou a trabalhar na Volks e na Cofap. A gente morava num... Hoje em dia seria seria considerado um condomínio fechado. Na época não existia isso. Na verdade era um condomínio com três edifícios dentro. Tinha... são são eram dois prédios, dois edifícios e mais um prédio separado que era um terceiro edifício. Na época que eu que eu já me lembro, já já já tenho por conta, não não tinha mais a piscina, mas antes tinha uma piscina. Parece que uma criança acabou se afogando lá e eles tamparam a piscina. tinha... na verdade não tinha uma re uma uma área para lazer, mas toda a área do condomínio a gente utilizava para lazer. Então tinha a ruazinhas, o as garagens, a gente andava bastante de bicicleta por lá. Tinha uma parte lá que era um uma espécie de um de um hallzinho, que a gente jogava paredão, os meninos. Brinquei bastante nessa época. Não não cheguei a pegar muita a a época de videogame, eu brincava mais de... jogar taco, futebol, paredão, esconde-esconde, pega-ladrão, o que mais? Duro ou mole, também que era uma brincadeira da época, caça ao tesouro, mãe da rua, brinquei bastante. A gente fazia inventava de fazer piquenique, cada um pegava trazia uma coisa de casa, colocava uma toalha no meio da grama e fazia um piquenique. Morei lá dos desde que eu E até o seis anos. Paredão é uma brincadeira ligada ao futebol. Funciona o seguinte, a gente faz uma fila. Cada um só pode dar um toque na bola e a bola tem que bater na parede e voltar. E não pode voltar e bater em você de novo. Você não pode dar mais de um toque. Cada um vai fazendo isso. Só que sempre você tenta, na verdade, prejudicar o próximo a a próxima pessoa. Quem erra fica no paredão. Aí a intenção começa a ser um pouco diferente. Além de tentar acertar a parede, a pessoa pode também tentar acertar quem quem está no paredão, que tem que começar a desviar da da da bola. E aí a brincadeira vai ficando cada vez mais mais complexa. Até sobrar só uma pessoa da...jogando. Uhum e vocês brincavam disso na lá no condomínio? Brincava.

Meu irmão chegou a brincar mais.
Qual que é a diferença de idade entre vocês?
Meu irmão tem três anos e dez meses a mais que eu.
E vocês brincavam já tinha essa turminha no condomínio?
Não, meu irmão chegou bem na época que me meus pais casaram e e se mudaram para lá. Meu irmão nasceu um ano depois. A maioria dos casais que que moravam lá tinham a mesma situação dos meus pais, ou seja, tinham acabado de casar e tiveram filhos na mesma época que o meu irmão. Então, tipo, o meu irmão nasceu junto com mais uns mais uma uma grande turma de crianças. E depois, mais ou menos três, quatro anos depois, veio uma segunda leva de crianças, aí eu nasci com mais uma uma turma de crianças. Então, ficava meio que tipo assim, a turma que o meu irmão ficava, a turma que eu ficava, Hoje em dia, quatro anos não é muita diferença, mas na época, quatro anos era muita diferença. Eu com...
Qua quatro anos e meu irmão com oito. E você chegou a frequentar escola nesse tempo que você morava lá, pré-escola?
Fiz pré-escola. Estudei no...

Não lembro de ser perto, não. Eu lembro que a gente tinha que que a gente ia de Kombi né, então eu lembro que demorava bastante para chegar era. Eu estudava num colégio e, atravessando a rua, meu irmão estudava no outro, que era já o Objetivo mesmo, que meu irmão já fazia estava fazendo a primeira série, a segunda série, é uma. A minha era mais parte recreativa né, coisa de pré-escola ah ah ah, início de aprendizado a leitura. É que, no meu caso, eu aprendi a ler com a com a minha mãe. Minha mãe mesmo me ensinou. Com quatro anos, minha mãe me ensinou a ler e escrever. Aí, na na pré-escola, eu já já sabia mais ou menos ler e escrever. Aí eu já era mais. Um reforço né.

Teoricamente. E você ficava em período integral na escola, nesse período? Não num.
Não era período integral não, era só. Na parte da manhã a tarde eu ficava em casa. A tarde, toda a tarde. Brinquei bastante, andava de bicicleta todo dia.
Tudo no condomínio?
Tudo no condomínio. Só uma vez eu sa eu saí do do condomínio achando que minha mãe tinha ido para um lado. Ela tinha ido para o outro.
Aí tomei uma uma bronca e nunca mais fui. <laughs> É nessa coisa de paredão assim que você falou dessas brincadeiras, tem alguma pessoa que você tem contato assim até hoje, ou alguém que te marque nessa nessas brincadeiras?
todos, eu te eu mantenho contato com todos o. O Orkut acaba ajudando bastante né a gente acabou criando uma comunidade do do prédio. E, recentemente, eu fui, inclusive, no casamento de uma amiga. Eh é bem bacana, porque eu fa eu posso falar que eu não tenho nem amigos de infância, é amigos de berço mesmo, que tipo, mãe levava para para passear em carrinho e tudo mais eh. Mantenho contato com com quase todos, só os que realmente já se mudaram para muito longe que a gente não consegue manter contato direito. Mas eu tenho a maioria se se mantém lá, os pelo menos os mais queridos ainda se mantêm lá, moram ainda lá. Só os que estão casando estão.
Estão saindo. E ãh você sabe por que que vocês não saíram de lá? Na.
Na época era o seguinte, meu pai logo quando ele casou, quando eu tinha dois anos, então isso era mais ou menos em oitenta e seis acho, sei lá ãh, meu pai resolveu montar uma pizzaria com um amigo dele. E esse me amigo do meu pai era trabalhava na Mercedes-Benz. Meu pai estava na época na Cofap. Meu pai estava querendo sair da Cofap, queria montar uma pizzaria. Meu pai sempre quis eh montar um comércio. E aí eles resolveram montar uma pizzaria, só que eles montaram a pizzaria em São Caetano. E aí, nessa época, meu pai já estava morando em São em São Bernardo né, com a gente, no bairro Demarchi, que é no final de São Bernardo, já perto da Serra. Eee, dos pelo menos até os meus seis anos, deu para se fazer esse trajeto numa boa. Mas era cansativo demais, porque a pizzaria do meu pai não era só de de entrega, como a maioria das pizzarias hoje em dia. Era uma pizzaria que funcionava como um bar. Então, abria às seis da noite, Dia de semana fechava cedo, mas final de semana ia fechar duas, três da manhã. Para voltar de São Caetano até São Bernardo, lá no finalzinho de São Bernardo, era puxado para o meu pai. Aí meu pai resolveu alugar um imóvel em São Caetano do Sul. Aí a gente foi morar próximo da pizzaria. E seu pai ficou quanto com essa pizzaria? Até os meus dez anos, então dos dois aos dez anos foi foram oito anos. Aí meu pai faleceu e a gente resolveu decretar falência.
E vocês frequentavam essa pizzaria? Bastante, minha mãe no.

Ãh na época de São Bernardo, ela não ia tanto. Ia mais de final de semana. Mas eh depois que a gente foi para São Caetano, ela ia todo final de semana. Depois de um tempo, meu pai resolveu comprar uma parte a parte do do sócio dele, porque o sócio dele era mais quem entrava com o capital e meu pai entrava mais com a com o trabalho. Aí meu pai juntou um dinheiro, comprou a parte dele, e tornou minha mãe sócia do meu pai. Então ficaram os dois sócios. Aí minha mãe começou a ir trabalhar de final de semana lá meio que no caixa. A gente ia mais eh de final de semana, eu e meu irmão. Tinha. Meu pai tinha mandado fazer um quartinho atrás da pizzaria, com beliche, tudo mais, para a gente poder dormir, se a gente se a gente ficasse com sono. Mas a gente ia mais de final de semana. Dia de semana, raríssimas vezes. Só quando eu, tipo, voltava para, da. Escola passava lá na pizzaria. Eu estudei num colégio chamado Alcina Dantas Feijão. É um colégio público, só que é considerado colégio modelo. Até porque São Caetano é é um colégio é uma cidade de de renda per capita maior eh. Graças a Deus os prefeitos lá investiram bastante sempre em educação. Então era um um colégio modelo. Estudei da lá dos seis aos. Sete mais ou menos.
E a turminha lá do condomínio, você ainda frequentava, vocês se encontravam ou não? Nessa época a gente ãh meio que.
Ficou um tempo sem sem contato né, só depois de mais velho que a gente voltou a ter contato. Mas nessa época a gente ficou realmente sem meio assim que sem contato. Era apartamento quase que.

Morei em apartamento ãh. Era, de novo, um prédio grande, só que esse já tinha piscina, tinha quadra para esportiva, ação de jogos. Só que era alugado. Então, ãh a maioria das pessoas lá tinha uma renda bem melhor do que a do que a nossa. Meu pai eh preferiu ven manter o apartamento em São Bernardo, alugar o apartamento e alugar o e viver de aluguel, morando também na na em São Caetano. E é e mantinha a pizzaria. Lá era um prédio bem grande já, era dividido em três blocos lá em. Lá, realmente, lá a gente começou só a mais futebol, piscina, e aí nessa época a gente ganhou o primeiro videogame da gente lá. O segundo, mas o que a gente o que eu mais joguei mesmo. Aí era mais videogame, na casa dos amigos, já não era.
Tanto brincadeira de rua. E os os amigos, era mais do prédio ou era mais da escola?

Nessa época, a gente morou pouco tempo nesse prédio. Morou um uns dois, três anos hum. Era mais de prédio. Aí depois a gente resolveu se mudar. A gente mudou para uma casa. Aí também era em São Caetano, só que no outro bairro. Um bairro mais sossegado é. É aí eram amigos de rua mesmo aí o é. Essa época foi a época que eu mais andei de bicicleta mesmo. Éh eu já estava com uns oito, nove anos. Saía bastante com o meu irmão para andar de bicicleta eh. Essa época eu lembro que era a época do que estava começando os fliperamas, então a gente tinha fliperama perto de casa, a gente ia bastante no fliperama, jogava fliperama. Se divertia bastante com com os jogos que tinham na época, estava começando essa febre de jogos de Meu irmão gostava de ensinar Ele ia soltar pipa eu num nunca. Fui bom disso nunca soltei pipa a gente jogava de vez em quando. Futebol mas a maior diversão mesmo era andar de bicicleta. Quase todo mundo lá tinha bicicleta então a gente saía
para andar de bicicleta. Em termos religiosos sua família, porque você tem origem eh libanesa judaica e para o lado católico vocês frequentavam um uma igreja, um templo uma sinagoga?
Eu fui batizado, que no judaísmo não existe bem o batismo, mas eu fui batizado nas duas. Eu, quando nasci, eu nasci eh fui batizado logo na igreja católica e fui criado teoricamente como católico, não nada nada demais, sem primeira comunhão, nada disso, mas até os meus dez, onze anos. Eu fui saber mesmo que eu era judeu com onze. Aí foi quando eu fui realmente procurar saber o que que era, o que que qual que era a diferença e tudo mais. E aí que sim que eu fiz a minha circuncisão, que eu deveria ter feito com oito dias de vida eu fiz com onze anos.
E e pode fazer? Pode.
É mais dolorosa, mas <laughs> pode fazer. Porque você aí tem que tomar anestesia, não é nada fácil né, fiz eu e meu irmão juntos.

E vocês chegaram a fazer o...
Bar Mitzvah?

Meu irmão acabou fazendo com quinze anos, meu irmão acabou fazendo tudo atrasado. Eu eu Bar Mitzvah ainda deu tempo de eu fazer com treze.
Direitinho. E aí vocês começaram a frequentar a religião judaica né? É, meu irmão nem tanto.
Eu Eu comecei a frequentar um pouquinho mais e aí aos doze anos eu fui estudar no colégio religioso, que a gente chama de Yeshivot. Eu fui estudar no colégio religioso em Petrópolis.

O colégio considerado um dos melhores do do mundo é o de Petrópolis eee. E lá são é um colégio de Ashkenazim, judeus europeus eh. Era um outro con era um outro conceito e tudo mais, apesar que na época eu não sabia nem mal já mal sabia o que era judaísmo, o que era a diferença entre judeu europeu e árabe, então para mim era ainda maior a diferença. Nessa época eu aprendi bastante, eu estudei três anos lá. Acabei me tornando fluente em hebraico. Hoje em dia eu já esqueci quase tudo ah. Mas ainda sei ler, pelo menos. Ler e escrever eu sei. Mas foi foi uma época também ba bem bacana, porque fui dos doze aos quinze e fui morar sozinho né, teoricamente. Voltava uma vez para por mês para São Paulo.
É longe da família, né? Era só.
Só voltava para trazer roupa suja, levava roupa limpa, lavava. Lá eu lavava mandava lavar uma vez por semana também. Foi mista, foi meia metade dela foi minha, metade dela foi da minha mãe ãh, uma parte foi da minha avó também. A comunidade obviamente incentivou, mas eu era muito curioso, e aí eu acabei indo.

Teve algum
Não sei dizer, mas eu sempre fui muito ligado a esse negócio de querer saber, árvore genealógica, até tinha comentado anteriormente, que eu gosto sempre gostei da de de querer saber qual que é a origem. Eu sempre acho que assim, para eu saber para onde eu quero ir, eu preciso saber onde eu estive, onde eu estou e qual que e qual que é o trajeto que eu vou fazer. Então eu sempre quis saber, por exemplo, qual que é a origem da minha família, para eu poder saber para onde eu tenho que ir. Como qual eh qual que é a diferença. Sempre fui muito curioso. Na época eu já já tinha lido bastante sobre o Holocausto, sobre essas coisas, mas só que não era uma coisa que me identificava, não sabia que que era tão que era tão próximo. Apesar de não ter ninguém da minha família que que tenha passado pelo Holocausto, eh é um sentimento comum a qualquer judeu, eh o fato do Holocausto no. É repugnante para para a gente o que foi feito na época. O sentimento que a gente tem é o seguinte, que se, graças a Deus, o Mussolini não fosse burro e não tivesse ganho a guerra na África, o na exército nazista não teria que ser desviado para o norte da África. Se não acontecesse isso, eles iam entrar na Rússia antes do outono. Se eles entram antes do outono, eles conseguem dominar a Rússia. Como eles entraram no outono, a Rússia fez uma tática de ir para o leste, E os na os nazistas iam invadindo cidades, na verdade cidades fantasmas. Não tinha comida, não tinha absolutamente nada. Quando eles chegaram próximo de Moscou, eles já estavam fracos. Aí o exército russo voltou e esmagou o exército na eh nazista. Mas se essa estratégia, se o Mussolini não tivesse se dado bem na África, eles tinham entrado na Primavera e tinha dado tudo certo para o para o nazismo. Provavelmente eles invadiriam Rússia e desceriam para os países árabes. Então, ele não tinha um ódio por judeu europeu, ele tinha ódio por judeus. Não me pergunte o porquê hum. Ninguém sabe dizer exa dizer exatamente o porquê do ódio dele. Mas eh me afeta profundamente só de saber a sensação ter a sensação de que poderia ter acontecido com a minha família, que poderia ter acontecido comigo, que só o fato da minha existência para para eles éh é algo que incomoda assim, sem mesmo me conhecer, sem mesmo conhecer a minha família. é algo que me deixa realmente ah aborrecido. Essas notícias, por exemplo, que a gente ficou sabendo agora de nazismo na no sul do país, tudo bem que é um nazismo já diferente, é com mais ligado a negros, nordestinos, homossexuais, mas ainda assim é algo que, pelo menos para a minha família, é algo que assusta, algo que a gente lê com mais atenção esse tipo de matéria, porque é um medo que a gente tem, na verdade, de algo parecido com isso voltar. A gente vê muito esses movimentos de direita na Europa, a gente acompanha isso com muita sempre com muita apreensão. Até os movimentos de direita para em Israel também, a gente acompanha com muita atenção, porque da mesma maneira que você é contra que alguém ataque seu povo, você também tem que ser contra que alguém ataque.
Eu queria voltar um pouquinho, eu não quero explorar um pouco essa questão da escola judaica na Petrópolis, mas eu vou voltar um pouquinho, você falou que seu pai faleceu quando você tinha dez anos, né? Isso. Ãh ãh você falar quer falar.

Ah O que que aconteceu?
Meu pai tinha uma tinha uma pizzaria, como eu contei, e em vinte e nove de março de noventa e cinco, pelo que a gente soube de de laudo até tudo mais, parece que o último cliente da pizzaria, quando meu pai estava fechando a pizzaria, eh meu pai estava indo em direção ao banheiro dos dos funcionários, porque era a pizzaria, e no fundo tinha um corredorzinho que tinha os banheiros dos dos clientes, e no final mesmo do corredor tinha o banheiro dos funcionários, aí ficava a parte de dispensa, tudo mais, da pizzaria. Parece que ele pegou uma faca que tinha na no barzinho mesmo aquelas facas, não sei se vocês já viram aquelas facas eh laser da Tramontina. Nem nem se faz eh mais esse tipo de faca. E acabou esfaqueando meu pai pelas costas. Meu pai acabou falecendo na própria pizzaria. Trancou meu pai na num num no no banheiro dos funcionários. Pegou a pasta do meu pai. Pegou o carro do meu pai e guardou o carro do meu pai na numa garagem, coincidentemente ou não, não sei, na mesma rua onde morava a minha avó, mãe do meu pai eee Só que esse cara morava na numa pensão do outro lado da rua da pizzaria, ou seja, a pizzaria aqui do outro lado da rua tinha tinha pensão e esse cara morava lá. não tinha antecedentes criminais, não tinha absolutamente nada que pudesse eh dar razão para ele fazer isso. A a polícia mesmo, depois eu conversei com com psicólogos e tudo mais, explica que assim, pela quantidade de facadas que o meu pai tomou, dá a sensação de ser um crime com ódio, porque o meu pai tomou vinte e quatro facadas, um número grande de facadas. Graças a Deus, na primeira, segundo o laudo, ele ficou já inconsciente, porque tomou a primeira na nuca e o restante foi tudo nas costas. Com a primeira, ele já ele já ficou inconsciente, já num num sofreu. Quando esse cara foi preso, Por acaso foi muito rápido eh. Não tão por acaso, porque seria até meio lógico fazer uma varredura próxima do local, mas foi coisa de dois dias, ele já estava preso. Meu pai faleceu dois dias depois ele já estava preso. O vizinho de baixo da pizzaria do meu pai era porto seguro. O vizinho de cima era um casal de velhinhos, então não teria como fazer nada. E na frente tinha essa pensão. A polícia foi foi dar uma uma busca na pensão, não sei se conseguiu o mandato, sei lá como que conseguiu, e achou na pizzaria, na na pensão, a pasta do meu pai, a faca no quarto dele. prendeu ele, acho que em flagrante, e na época ele resolveu acusar a minha mãe, falou que não foi, a Dona Ivone foi quem mandou matar, me pagou cinco mil reais ah. A minha mãe foi eh foi ouvida, tudo mais, foi testemu eh testemunhar, negou, e a família do meu pai na época testemu testemunhou contra a minha mãe. Não dizendo que tinha feito alguma coisa ou não, mas dizendo que o casamento era instável. Eu não sei exatamente todo o todo o testemunho da da família do meu pai. E na época também acharam um um morador de rua, que morava na na na rua que a gente morava né um. Um um senhorzinho que vivia bêbado, óbvio, mas... E aí ele testemunhou que viu um carro, no dia que meu pai faleceu, vira um carro vermelho, parou, e minha mãe entregou uma coisa marrom para o para esse cara. O carro vermelho supostamente seria o carro do meu pai, que era um meu pai tinha dois carros na época. Tinha um Tipo, preto, e uma Cheve, que é a picape da Cheve do Chevette, vermelha, que é onde ele carregava, fazia carga. Então, supostamente, seria o o o assassino do meu pai, com o carro do meu pai, pegando dinheiro com a com a minha mãe. Tirando o fato do do inusitado... Inexperiente, no mínimo, muito burro para ir com o carro do meu pai na frente da da casa da minha casa ãh. Depois a gente foi eh sabia que, na verdade, o carro vermelho estava lá e minha mãe tinha entregado realmente uma coisa marrom, mas era para um amigo do meu pai que estava que estava lá ajudando, porque a gente não sabia onde meu pai estava né. Meu pai faleceu e... No outro dia, minha mãe acordou, meu pai não estava em casa, a gente começou a fazer buscar, ligar para cliente, ligar para funcionário, familiar, para tentar descobrir onde meu pai estava. E esse amigo do meu da família, que era cliente também, tinha um Escort vermelho. Ele parou em casa, e acho que estava com com falta de água no radiador, e minha mãe pegou realmente uma garrafa marrom de cerveja, cheio de água, e deu para ele colocar no no radiador. Tanto que eu e meu irmão vimos. E aí, com o testemunho desse desse desse desse morador de rua, minha mãe acabou sendo presa. Ela ficou de mar de abril vai é abril de noventa e cinco até dezembro de noventa e sete várias eh. Vários erros de de de advogado, vários problemas, várias vezes o habeas o habeas corpus foi rejeitado. Só foi aceito, na verdade, no na última instância mesmo, no esse E aí, nessa época, eu fui morar primeiro com com a minha tia, irmã do meu pai. Eu morei eu e meu irmão. Nessa época, a gente perdeu o contato com a minha mãe e com toda a família da minha por parte da minha mãe. E a família da minha minha tia tinha um um conceito de de educação um pouco diferente da minha, que era mais uma educação meio que estilo militar. Nessa época a gente ouviu bastante coisa assim que hoje em dia a gente até que digeriu um pouquinho melhor, mas na época era meio difícil, porque meu irmão tinha treze para quatorze anos, eu tinha dez anos. Tipo ah, sua eh mãe matou seu pai, eh mandou matar seu pai, o que que mais? Minha mãe realmente chegou a ter um um câncer por causa da do estresse que ela chegou a ter na na no tempo que ela ficou presa na delegacia. Isso que é uma espécie de uma diverticulite, que é uma espécie de um câncer que dá no intestino. Aí a família do meu pai contou, falou, ó sua mãe está com câncer, ela vai morrer e tudo mais. Na época foi assim, eu não sei até que ponto traumatizou, mas eu imagino que traumatizaria, não sei. Não dá para se especificar, putz isso aqui é um trauma. Mas eh para a gente foi bem proco. A gente morou um ano lá e aí a gente queria morar com a com o meu tio, porque a gente não gostava da da família da minha tia do meu tio mal tinha con Mal teve contato durante a infância inteira com eles e, de repente, com toda essa reviravolta, a gente não queria morar com eles. Fui morar com o irmão então então, a gente queria morar com o irmão do meu pai. que também tinha o mesmo pensamento da da da minha tia e tudo mais, só que ele era, digamos, um pouco mais polido vai. Ele tinha se testemu testemunhado contra a minha mãe, mas tinha sido ele era um pouco mais polido na nossa frente, num falava esse tipo de coisa. Eee de última hora, alguma alguns meses antes, a gente foi para a casa do meu tio, já estava decidido que no final do ano a gente ia para lá, Só que aí meu tio resolveu fazer uma visita, falou ó fazer uma surpresa. Falou ó, eu trouxe a sua avó, a mãe da sua mãe, para vocês conversarem com ela, já que faz um ano que vocês num quase que vocês não veem ela. Aí minha avó foi lá em casa, meu tio meu tio, irmão da minha mãe eh, na casa do meu tio, a gente conversou bastante, não sei que lá. E aí a gente pôde até que enfim escrever uma carta para minha mãe, porque minha mãe já tava eh quase oito meses sem notícias nossas, só as notícias que ela sabia que a gente tava morando com meus tios e que conseguiram na época até a tutela, coisa que não não se consegue sem aval da da mãe. Eee eh a gente tinha que man só mandar uma carta para minha mãe. A gente mandou uma carta para minha mãe, cada um. E aí, de última hora, a gente resolveu escolher. Eu e meu irmão, a gente sentou, conversou os dois. Falou pô, a gente quer morar com o com o tio, irmão do meu do nosso pai, ou com com a avó, mãe da minha da da mãe. Falou ó, se a gente for for morar for lá com a avó, pelo menos a gente consegue visitar a mãe mais vezes. E aí, de última hora, a gente resolveu decidir esco morar em São Paulo com a minha avó. Nessa época, a gente quase que a gente chegou a na verdade a arranjar uma confusão lá em casa na na casa do meu tio, porque ele já tinha como certo que que a gente fosse morar lá. O que ele não tinha falado até então como, se a sendo até polido, ele resolveu falar, vocês vão morar na casa da mãe da da assassina do seu pai, tudo mais como vocês podem fazer isso. A gente aceitou acabou aceitando, a gente sabe que foi no calor do momento. Eee a gente começou a morar em São Paulo, aí que eu vim morar nesse nesse local onde eu moro hoje até hoje. Eu morei com a minha avó até os doze anos, dos onze aos. Doze né dos dez anos eu morei na casa da minha tia, dos onze eu morei com a minha avó. E aí aos doze, com toda essa conturbação que estava na nossa vida, a comunidade judaica foi a que mais apoiou a gente. Até hoje eles pagam o advogado da minha mãe, eles eh o advogado é judeu, é uma família de judeus, são pai e mãe, pai mãe não pai e filho. Eee a comunidade deu todo o a apoio, a assistência que a gente precisava na época. Eee a minha família considerou como uma forma de retribuição, eu considerei mais como uma forma de curiosidade, querer conhecer o judaísmo. E aí isso acabou mais me levando a ir para para um

Apesar de ela ter sido. Criada quando quando criança ela foi criada como uma família mais até mais religiosa. Ela morou um tempinho com o com os tios dela e a família era um pouco mais religiosa. Dentro de casa só se falava árabe, no caso. Então ah, ela tinha até que seguir um pouquinho mais, mas depois de mais velha, não. A priori. Foi sim. Depois eu fui me identificando cada vez mais com com o judaísmo, eh tomando gosto, eh aprendendo não só sobre a origem do povo, cultura, essas coisas, aprendendo a filosofia, ah a maneira de pensar, a maneira de de se agir, como todas as coisas são interligadas, como sempre há para tudo há uma explicação, mesmo que você não saiba, mas há uma explicação. Tudo isso foi eh foi me fascinando, principalmente o o lado lógico. Muitos dos estudos que a gente tinha tinha muito eram muito relacionados à a questão da de se us saber usar. A lógica saber saber definir o que é certo o que é. Eh o que é errado. Eee foi uma coisa era uma coisa que me fascinava. Bom, então vou contar como que era o meu dia, que aí eu já eu já fecho todo a pergun toda a pergunta. A gente acordava logo de manhã, umas seis e meia. Às sete horas, a gente ia para sinagoga, dentro da do colégio. O colégio já era bem grande, o terreno dele eee na. Na sinagoga, a gente rezava. A reza a reza da manhã é a reza que mais que é mais longa, dura mais ou menos uma hora. A gente ia até às oito. Às oito a gente ia tomar o café da manhã, a gente ia tomar o café da manhã até às nove. Então às oito da ma né não necessariamente você precisava tomar o café da manhã, era o ideal que você tomasse o café da manhã. Então a gente comia e tudo mais, quem comia um pouquinho mais rápido aproveitava, voltava para os dormitórios para aceitar alguma coisa, para arrumar... colcha, arrumar cama que não tinha arrumado de manhãzinha. Como era em Petrópolis, e em Petrópolis é muito úmido, uma vez por semana a gente acabava fazendo o seguinte, a gente colocava os colchões para tomar sol, porque senão o colchão acaba mofando, porque é muito úmida a cidade. Então a gente descia, colocava o colchão para para tomar sol, pegava roupa suja para levar para para as senhoras lá lavarem, que eram as cozinheiras lá, elas aproveitavam, elas ganhavam dinheiro salário como cozinheira, Mas elas ganhavam uma renda extra lavando a nossa roupa, que a gente pagava para elas nos lavarem. Elas lavavam, passavam a roupa e entregavam de volta para a gente. Porque não dava tempo. Ficar um mês inteiro eh usando roupa não dava. Então ãh, a gente tomava o café da manhã. Às nove horas começava, nove e quinze para ser mais exato, começava o estudo religioso.

Ia das nove e quinze até meio-dia. Tinha uma um intervalo no meio e tudo mais, mas era um estudo mais eh voltado a, como se pode dizer, A Torá, a parte mais antiga da do do judaísmo, a parte mais onde quase que não existe discordância, mas é a parte mais antiga mesmo. Aí eu, na na na primeira, era dividido em três séries, os alunos, na parte de estudo religioso. Então na primeira série você vai estudar os cinco primeiros livros da Torá, né? A Torá em si, começa lendo do do primeiro mesmo, os livros todos em hebraico, mesmo quem não nem fala ou quem não ou quem não nem nem lê estuda em hebraico. Como funcionava? A gente pre procurava ensinar um ao outro. Quem não sabia ler, a gente ia ajudando o cara a aprender a ler. Eu como já, quando fui para lá, já estava aprendendo mais ou menos a ler. Então, eu conseguia ler devagar, mas eu conseguia. E aí, cada cada versículo que a gente lia, o rabino voltava e ia traduzindo palavra por palavra, versículo. E aí, você pegava em cima do livro mesmo, anotava em cima da palavra ó. Isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso. Eee quando a gente estuda no judaísmo, a gente não estuda só o texto em si. Não é que nem, por exemplo, você vê muito no catolicismo, no cristianismo, que você só lê o texto em si. O texto vem o o texto em si, o original no meio, Embaixo vem um um comentarista, na parte de fora da página vem outro comentarista e na parte interna da página vem mais um outro comentarista. E cada um explica sobre vai explicando sobre os assuntos que são são escritos no no texto original. Então a gente lia primeiro o versículo. Aí lia os comentaristas, ia traduzindo em cima dos comentaristas, e aí sim partia para o próximo versículo. Então eh, uma coisa que você fosse ler, se você soubesse ler e lesse rápido, você ia ler em cinco minutos, demorava uma hora, duas horas para gente ler, estudar, literalmente, e ir traduzindo palavra por palavra. Meio dia a gente almoçava, ia para Reza da Tarde, que é curta, demora uma meia hora. Aí meio dia, meia, uma hora, a gente ia para para o colégio. O colégio ficava dentro da da também. Só que tinha que descer uma ruazona longa, dentro do do terreno, e aí a gente ia para uma outra casa onde ficavam os estudos normais. Aí era uma divididos em séries normais, da sexta série até o terceiro ano tinha. Eu comecei lá na sexta série. Minha turma tinha... Era grande a minha turma ainda, tinha seis pessoas. Tinha turmas que tinham duas pessoas e chegou a ter uma uma uma sala que tinha um cara só. Só ele tinha a idade dele, então só ele estudava sozinho. Tinha aula teoricamente particular. Estudava até as seis da tarde, normal, tinha intervalo com com lanche e tudo mais. A gente normalmente comia lanche aí depois de um tempo a gente virou mania querer jogar beisebol. Teve um amigo que trouxe um taco de beisebol, trouxe uma bolinha de tênis para que não machuca tanto. A gente começou a aprender a jogar beisebol e começou a jogar beisebol lá no no intervalo. Às seis horas a gente voltava. Se eu não me engano é, às seis horas a gente voltava e aí tinha mais uma parte de estudo religioso. Essa parte já era mais voltada a um... como se pode dizer, a parte mais de filosofia do do judaísmo, era uma parte mais profunda, não era tão simples de se entender tinha que. De novo, o livro era em hebraico, às vezes o livro era em hebraico né, eee traduzia em cima da palavra, às vezes o livro era em Yiddish, que é o aquele dialeto dos judeus europeus. Aí a gente também tinha que aprender a traduzir o Yiddish, apesar que eu não conseguia aprender nada em em Yiddish eh. E aí a gente ia estudando uma parte que a gente chama de Hasidut, que é um uma uma linha dos judeus europeus, não são necessariamente europeus, que trabalham mais com a questão de tipo filosofia, numerologia, como que funciona a criação do mundo, como cada coisa que a gente faz afeta. Então você vai aprender sobre, ah existem três mundos, o mundo da ação, o mundo da fala, o mundo do pensamento. como um influencia no outro, cai para uma parte mais eh, como se pode dizer, espiritual mesmo. Isso era um estudo de uma hora. Depois do desse estudo que a gente tinha de mais uma hora, a partir já do início da noite, a gente tinha a reza a reza da noite, e essa era uma reza bem curta, durava uns quinze minutos no máximo, eee aí a gente ia jantar. Jantava, aí quando você acha que acabou tudo, a gente voltava para a sinagoga para revisar em duplas o que a gente aprendeu de manhã, só que aí só os alunos. Então ficava, por exemplo, eu mais um ou outra pessoa revisando o que a gente aprendeu de manhã. Terminou de revisar, aí não tinha um horário fixo, mas terminou de revisar. Aí tinha o salão de jogos, se a gente quisesse ir. Jogava pingue-pongue, tinha dava para jogar futebol de salão. Tinha o que eles chamam de totó, a gente chama de pebolim aqui em São Paulo. Dava para jogar um pouquinho e já ia dormir, porque depois no dia desses a gente já estava cansado. Era basicamente isso. Só feriados, finais de semana, que era um pouco diferente a rotina.
Eh no final de semana, vocês saíam para fora para conhecer Petrópolis eh? A gente saía para conhecer Petrópolis.
Na sexta-feira então acontecia o seguinte.

Da da reza da tarde, a gente ia para Petrópolis. Alguns iam para visitar a comunidade de judeus em em Petrópolis e outros iam para fazer compras, porque precisavam, sei lá, um comprar escova de dente, pasta de dente, alguma coisa, uma besteirinha. Ia comprar isso aí na cidade. Mas a gente voltava cedo, porque na na sexta-feira à tarde começa o Shabbat, então a gente voltava cedo. Saía meio-dia, quatro horas à tarde, cinco horas a gente já estava todo mundo lá. Estava na na sinagoga já na.

Bom Shabbat só para. Elucidar, a gente guarda o sábado. Só que como no judaísmo o dia começa a partir do pôr do sol e termina no outro pôr do sol, então ele acaba para a gente começando na sexta-feira e terminando no sábado. a gente não pode fazer nenhum nada relacionado ao a trabalho. O que hoje em dia não é considerado trabalho, antigamente era considerado trabalho e a gente mantém essa tradição. Então, por exemplo, acender fogo, a gente não acende nem o fogo. Por isso que a gente não se me não mexe com energia elétrica, porque acaba tendo uma faísca, é é considerado fogo. Então a gente não não não acende luz, não apaga luz, não anda de carro, não anda de elevador, evita-se fazer trajetos muito longos de de caminhada, não se carrega nada nos eh nos bolsos, só dentro de lugares fechados ãh. Mas basicamente é isso mas. O Shabbat em si é um é um dia que se come melhor, se veste melhor e as rezas são mais longas. É como se fosse um dia de, literalmente, um dia de descanso, mas é um dia que você fica mais pomposo, teoricamente. Come-se melhor, muito melhor, se veste, quem pode, de uma maneira melhor. Não não chega a ser que nem como os outros calendários, como os outros feriados, que se veste ainda melhor, procura se vestir ainda melhor, usar a melhor roupa, mas é um dia que a gente se se porta de uma maneira mais eh polida.
Lá na escola, no sábado, vocês não podiam brincar. Não. O que que vocês faziam no sábado? No sábado a gente fazia.

O seguinte. Na sexta feira. Mal dava tempo né, porque começava já a reza e tudo mais. Aí ia comer, jantava, tinha... A janta no no no no shabbat era muito mais longa, ao invés de durar uma hora, durava quase três horas. Porque tinha re tinha prato inicial, aí comia esse gefilte fish, que é uma comida típica, que é um peixe um bolinho de peixe. Aí come sopa, porque Petrópolis é muito frio. Aí come o prato principal, aí vem batata frita, aí vem a sobremesa. Só que durante a sobremesa alguém pegava para fazer algum discurso sobre algum assunto específico, fazia alguma passa fa fazia alguma e tudo mais a gente ia dormir muito tarde, não dava tempo de fazer absolutamente nada. Muitas vezes, no shabbat, a gente ficava conversando. Principalmente no período da tarde, no no finalzinho da noite e no período da tarde no sábado, a gente ficava conversando. Era o dia que a gente mais descansava mesmo, conversava. que apesar de tipo vai de de na época eu tinha doze anos, depois de segunda, sexta, você tem um uma rotina pesada, puxada, no sábado você queria descansar mesmo, mesmo porque no domingo a gente ia jogar bola, então a gente descansava no sábado, conversava e tinha gente muita gente que ia para a sinagoga para para estudar por conta própria. No geral, a gente conversava. Algumas pessoas iam no sábado à tarde para dormir, queriam dormir um pouquinho mais, descansar, aproveitar, porque a nossa rotina terminava quase que onze horas. Tinha gente que ficava até meia-noite e meia acordada. Para acordar no outro dia seis e meia... Hoje em dia, para mim, isso parece normal, mas na época não era era meio puxado. Então, no sábado, a gente, às vezes, queria dormir um pouquinho mais. No período da tarde, que era meio que livre, a gente dormia.

Deixa eu perguntar havia meninas lá nesse colégio ou só meninos?

Toda comida era kosher lá ãh. Lá funcionava da seguinte maneira, tinham duas cozinhas. Uma cozinha para questões de laticínios e uma outra cozinha de carne. Porque no judaísmo não se mistura queijo com carne. Queijo, nem leite, nada relacionado ao leite com carne. Então, de manhã, o café da manhã era feito todo numa cozinha, e no e no almoço já era feito todo em outra cozinha. As cozinheiras de uma cozinha não não entravam na outra cozinha, era tudo cheio de regras eh. E tinha a mulher do rabino que supervisionava, porque como elas não eram judias, então ela supervisionava para ver se não tinha absolutamente num ia acontecer nada errado. Ela supervisionava elas cozinhando. A comida lá era boa. Eu não gosto muito de de sopa, essas coisas. Eu gosto mais de comida mais quente. Mas como eles são judeus europeus, a comida deles é assim, né? Eh eh. É ma massa. Tem uma um doce que é horrível, que é feito de macarrão. Muito ruim eu num. Strudel, se não me engano. É horrível o doce. Feito de macarrão. Gelfite fish, que é que é um bolinho de queijo de peixe, eu gosto até. Mas a comida em si, eu não gostava da parte da pa parte eh mais puxada para o judaísmo. A comida era gostoso. O café da manhã era leite, aí tinha nescau, às vezes tinha café e tinha um e tinha leite separado, quem quisesse tomar café com leite, tomava. Tinha muita rabanada, eu lembro eh. Logo no meu primeiro ano lá, era o leite ainda era leite tirado da vaca direto. De manhãzinha alguém ia lá tirar o leite da vaca, não na na, em um outro lugar. A gente comprava, o leite chegava tipo, tinha fazia duas horas que tinha saído da da vaca. Então, eu lembro até hoje, vinha uma jarra assim de leite, mais uns dois dedos de nata e mais um dedo de gordura em cima do leite. E aí a gente tomava. Na na época eu achava aquilo ali horrível, porque eu não era acostumado a tomar leite puro. Aí depois de um tempo a gente aprendeu que a gente conseguia separar o óleo, pelo menos, do leite. Pegava o a a nata, colocava num prato, tirava todo o leite dela, deixava ela ficar bem sequinha parecia, ficava parecendo queijo. Então a gente de transformava a nata em queijo e tomava o leite mesmo. E como lá cada um era de uma de um lugar. Então, por exemplo, tinham seis pessoas que eram de São Paulo. Apesar do colégio estar em Petrópolis, tinha poucas pessoas do Rio. Aí tinha uns três que eram de Minas Gerais, aí tinha um pessoal que era do Sul, um pessoal que era de Brasília, e tinha um pessoal que era de Belém do Pará. O pessoal de Belém do Pará é o que mais trazia comida, diferente. Na época nem nem era tão famoso aqui no em São Paulo que eu aprendi a conhecer a tapioca, a famosa tapioca, farinha de tapioca. Aí eles traziam bastante, mas muito assim farinha de tapioca. A gente colava colocava no café com leite, diziam que fica bom. A gente tomava e era bom. Ficava parecendo um uma espécie de um cereal. À tarde, o almoço era normal. Feijão preto, como todo carioca, arroz, uma salada, um bife, uma carne, uma torta, alguma coisa assim. E isso janta também, a mesma coisa. A comida era boa, no geral. Só não gostava muito da quando a comida era muito puxada para o lado europeu. No Shabbat, a comida era bem era bem europeia, então era muito era Gefilte fish desde o início. Aí vinha uma sopa, aí vinha uma massa normalmente, mas não tão gostosa eh. A carne no judaísmo acaba sendo muito ruim porque a gente não pode comer nada da da região do nervo ciático. E, por consequência, a gente não come a melhor parte da carne, que é picanha, alcatra, maminha, filé mignon, toda a região boa da carne está próxima do do do nervo ciático. A única carne boa que o judeu consegue comer é o cupim e, ainda assim, tem gente que não gosta. Então, no geral, a comida do a carne do judaísmo é a carne segunda, que é uma carne mais dura, não tão saborosa. Então, nisso eu sofri um pouquinho na época. Certo bom tinha mulheres na na na.

Lá que eram as as esposas, filhas dos Rabinos. Então elas acendiam as velas mesmo, porque era mais uma cerimônia da por parte das mulheres. Shabbat funcionava da seguinte maneira. Dentro da, cada um tinha uma responsabilidade, uma atribuição própria. Então tinha um que ficava responsável pelo salão de jogos, ele que ficava responsável para que não faltasse bolinhas, que não sumissem as bolinhas de ping-pong, por exemplo, que o salão ficasse organizado, que ninguém quebrasse nada, que se quebrasse, se responsabilizasse. Aí tinha o pessoal que era responsável pelo pelo refeitório, então ficava ficava organizava a questão da comida, ver se o pessoal estava chegando no horário certo, se a comida estava vindo no horário certo. E tinha o pessoal que era responsável pela parte da sinagoga. Dentro da sinagoga é onde tinham as as maiores atribuições. E umas algumas delas eram ligadas exatamente ao shabbat. Então tinha, por exemplo, um quadro que era tipo um quadrinho, você colocava as as letras, ia juntando as letras assim com plaquetinhas e formava frases. Então no quadro lá tinha um cara que era responsável de formar Dizer, olha, Shabbat, dia tal, de tal mês, no calendário judaico né, que é o calendário lunar, e a gente vai ler tal parte né, tal parashá, que a gente a porção no no juda no em português da da Torá. E assim assim assado o Shabbat começa a tal horário, isso tudo escrito em com com as plaquetinhas. O Shabbat começa a tal horário, exato, e termina em tal horário. tinha um outro que ia verificar o eruv. Eruv é uma espécie de uma cerca, justamente para as pessoas poderem carregar alguma coisa dentro da da Então é uma cerca grande, cobria boa parte da da yeshivá. Pelo menos para a gente poder carregar alguma coisa da sinagoga até a os dormitórios. Um livro, alguma coisa, chave do próprio dormitório, senão você não ia poder carregar nem a chave do próprio dormitório. Então esse cara, no Shabbat à tarde, ele passava o eruv inteiro olhando se a cerca não estava solta em algum ponto, porque era tipo uma cerca feita de bambu, uma distância no máximo de uns seis metros de um bambu para o outro, e um arame que passava em cima, nada demais. Então ele olhando ponta por ponta para ver se não tinha nada errado, se tivesse algo errado tinha que avisar correndo para consertar o o eruv, o pessoal que era da manutenção lá do colégio, para consertar senão ninguém ia poder carregar absolutamente nada no no Shabbat. Shabbat shabbat começava pontual, de sempre de forma pontual, as pessoas já chegando aos poucos, mas começava de forma pontual, porque o assim o o rabino de lá era ele era muito rígido com o com o horário. Todos rezavam juntos, não tinha um negócio que acontece em algumas sinagogas de cada um rezar na sua velocidade, no seu tempo. E aí uns terminam antes, outros terminam depois. Lá não. Por mais que você fosse soubesse ler rápido, já tinha prática, todo mundo ia no mesmo ritmo, que era o ritmo do Rabino, que ele lia ele ia lendo devagar. Apesar dele conseguir ler rápido, ele ia lendo devagar para que os alunos mais novos conseguissem também ler. E aí ia todo mundo rezando junto. A cerimônia de início de Shabbat, ela é normal, a reza em si não é muito diferente. Tem uma uma uma parte da cerimônia que é bem bacana, que antes de comer no Shabbat, na na janta, se faz um Kiddush, que é uma espécie de um brinde, que uma pessoa faz com o vinho, com um copo de vinho. Cara, isso normalmente tem o que uns duzentos e cinquenta eme eles, só que aquele vinho tinto, suave, aquele parece suco de uva mesmo. E aí faz o o Kiddush. E aí todo mundo toma um pouquinho do vinho, bem pouquinho na época, principalmente para o pessoal que era novinho. E aí faz a se inicia realmente o Shabbat. Aí come-se bastante. Canta-se bastante é um dia em si feliz. Independente da da situação dia sempre Alguns poucos calendários a gente eh, alguns poucos feriados mesmo. A gente vinha para casa. Principalmente se fosse final de ano, por exemplo. No final do ano tem o, normalmente, cai o Hanukkah. Normalmente, a gente já está de férias. Então, a gente já estava em São Paulo, no meu caso. Mas o Yom Kippur, todos os Yom Kippurs que eu passei na que enquanto eu estava estudando lá, eu passei na Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são feriados muito mais importantes, mesmo porque não são semanais, são anuais, aí ganham uma importância muito maior, principalmente porque, na verdade, não é só o calen não é só o feriado. Um mês antes a gente já começa os preparativos, na verdade, já muda a nossa rotina um pouco. Então, todo dia, no final da sem da Reza, toca-se shofar, que é um uma espécie de um, como se pode falar, Não é bem um berrante, mas é é feito com chifre de carneiro. E toca-se no final da reza para avisar que está chegando o Rosh Hashanah. Qual que é a grande importância do do Rosh Hashanah? O Rosh Hashanah é o início é o ano novo. Cai no em setembro, outubro, depende do do ano. Só que tem uma importância de Tipo, é um dia que a gente é julgado, a partir daquele dia a gente sabe mais ou menos tem o julgamento para o que vai acontecer no próximo ano. Por isso que Rosh Hashanah tem esse nome. Rosh Hashanah, na verdade, não quer dizer na não quer dizer ano novo, quer dizer cabeça do ano. Ou seja, é o primeiro dia o, é o dia cabeça, é o dia chave do ano. Então é um dia que se come muito melhor ainda, então são as melhores comidas, comidas muito doces no geral para que o ano seja doce. O judaísmo tem muito disso de simbologia, analogia, ligar uma coisa a outra ãh. Então come-se muito pão com mel, eh come-se frutas que só se só se tem em Israel, por exemplo, romã, tâmara, damasco, que tem na região também. É um dia festivo, apesar de ser um dia com toda essa importância, é um dia festivo. Já o Yom Kippur que é dez dias depois, não, é o contrário. É um dia muito sóbrio, reza-se muito mais. O Rosh Hashanah já se reza bastante, mas o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, reza-se muito mais, é quase que todo um dia de reza. Dorme-se muito pouco. Para quem é fumante, não se fuma, não pode fumar, para não pode comer, é um jejum completo de cerca de vinte e cinco horas, não pode beber água, não pode beber absolutamente nada também durante as vinte e cinco horas, é um dia bem exaustivo porque A sinagoga funciona da seguinte maneira, é um digamos um bloco, um quadrado, como quase todas as sinagoga, as pessoas rezam todas em direção ao leste, em em direção a Jerusalém, e na parte da frente da sinagoga tem uma parte como se fosse, não é um altar, mas uma espécie de um armário, e lá ficam guardadas as torás da sinagoga. Se você abre a cortina daquele, ele tem um armário de madeira e tem normalmente uma cortina, se você abre aquela cortina, o certo é que ninguém na sinagoga pode ficar sentado, é falta de respeito com a torá. E boa parte da reza do do Yom Kippur é com a cortina aberta, ou seja, boa parte da reza é em pé. Então é um dia muito cansativo ãh. Cada um tem, depende muito da linhagem, então os Ashkenazim fazem uma coisa, os Sefaradim fazem outras, e o pessoal de Rabat faz uma terceira coisa, e ainda tem judeu e iemenitas, que é raríssimo de se encontrar, mas também tem uma uma tradição própria. Cada um tem uma tradição específica, mas todos respeitam a tradição de cada um. Eh então, por exemplo, eu usava, por ser judeus, é árabe usava talit, que é um é uma espécie de pano feito de lã pura por cima do corpo. Como o pessoal lá, a maioria, era Ashkenazim, mas que seguia a linha rabat eles só usam talit depois de casados. Então eles não usavam talit e eu usava talit eh. Tem uma parte da reza, que o povo judeu acaba sendo dividido em três, Três tribos vai, como se fosse vai, que nem na novela, três castas, mas não tem nada a ver com divisão ou preconceito ou separar as pessoas mesmo mas, porque são de funções. Então são os sacerdotes, que são os Qua Quarin, são as pessoas que vai cantavam no templo, que são os Levin, por isso que tem tanto sobrenome Cohen, Levi, E tem o povo o restante, o povão, que a gente chama de israel, que é o povo. Os Quarim eram sacerdotes, então eles que cuidavam de todos as eh os sacrifícios que tinham no templo, eles que são responsáveis por abençoar o povo em si. Os Levin são as pessoas responsáveis por todas as músicas que eram cantadas no no templo, e até hoje, no geral, eles são as pessoas que têm a a melhor voz para para ser, que é o a pessoa que segue a reza, na verdade né, é quem conduz a reza numa numa sinagoga. E Israel é o povo em si, só que é de Israel que sa saía, na época, o rei. Então é o o rei saía de do povo mesmo. Os outros eram mais ligados à área religiosa e artística da da cultura. Nesses feriados mais importantes como Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando se tem na sinagoga alguém que é Leví e alguém que é Cohen, que é mais raro ainda de se encontrar, o que que se faz? Um pouco antes de uma parte da reza, eles saem da sinagoga, os Cohen e os os Leví, e vão para o ba para o banheiro. Os Levin lavam as mãos do dos kohanim, dos sacerdotes, e lavam os pés deles. Aí um um Levín vem vai na frente do da da sinagoga e coloca um tapete, grande normalmente, para os para os kohanim poderem ficar em cima dele, porque eles vêm descalços, de volta voltam descalços para a sinagoga. Nesse momento, a gente o restante do povo não pode olhar o que que eles fazem, mas todo mundo sabe o que eles fazem, mas não pode olhar eh. Então se pega todos os talits que tem na sinagoga, mas normalmente a sinagoga tem uma uma espécie de um estoque, se alguém tiver sem. Eu como tinha o meu próprio, então eu eu usava o meu. E aí se cobre o rosto, para você não ver o que ele faz. E aí ele abençoa o povo, ele faz um gesto assim com a mão, assim todos eles e abençoam. Só que eles ficam de frente para o povo e abençoam o povo. Faz uma reza própria deles, que ninguém faz, e eles abençoam o povo. É uma espécie de, como se eles fossem canalizadores de de de um de uma benção. É uma parte bem rara de se ver, principalmente porque às vezes tem eh tem o feriado, mas não tem o sacerdote não tem o Cohen. Às vezes tem o Cohen, mas não é feriado, então nem sempre a gente dá sorte de ter os dois juntos. Eu cheguei a ver algumas poucas vezes, umas três, quatro vezes. No caso do do Ano Novo, Rosh Hashanah e Yom Kippur, são as únicas datas que a gente se ajoelha. No judaísmo é muito séria a questão de se ajoelhar. No catolicismo, cristianismo, no islamismo, é uma coisa mais comum eh o o fato de se ajoelhar para para rezar. No islamismo, eles eles se ajoelham cerca de cinco vezes, que são as vezes que eles rezam no durante o dia. No catolicismo, no momento que você vai rezar, normalmente as pessoas se ajoelham, tanto que na na igreja tem até uma partezinha já para poder apoiar o joelho. No judaísmo é muito séria essa questão de não se ajoelhar, só se ajoelha em situações em dias muito específicos, que é o caso do Ano Novo e o caso do Yom Kippur. É uma parte muito importante da da reza, muito importante do dia ãh. É como se a gente, teoricamente, ficasse realmente naquele momento de frente com Deus. Eh é um momento especial para para todos. É um momento de maior apreensão porque no judaísmo a gente leva muito em consideração, de novo, a analogia. Né do naquele momento você é um servo e você está perante o seu rei. Então toda maneira que você se porta, sua postura, a maneira de você falar, sua educação, é muito importante porque perante um rei a qualquer momento sua vida pode estar em em risco, pode estar em jogo. Então é é um momento muito sério, muito profundo. As pessoas, no geral, se aben se se emocionam nesse momento. Principalmente no Yom Kippur que é um dia que a gente pede perdão por tudo que a gente fez de errado no no ano. E tenta lembrar tudo o que a gente fez de bem de. Bom a gente pede desculpa pelo que a gente fez de ruim e tenta lembrar o que a gente fez de bom. Por exemplo, para dizer, tipo, eu tenho méritos. Desculpa pelo que eu fiz de errado, mas eu também tenho méritos. E lembra-se tudo o que o povo também fez de de bom. Tipo, olha, tudo bem. Se se os meus méritos não são suficientes, então lembre-se dos méritos dos meus antepassados, que passaram por... Aí, no caso, tem uma parte assim da reza que fala que passaram pelo pelo Holocausto, que passaram pela pela Inquisição, que passaram por Roma, que passaram por Babilônia, que passaram pelos gregos, que passaram pelos egípcios, que... Lembre-se dos dos dos nossos eh... É como chama... Dos nossos três, não é pais, não tem o nome de de pai, é que eu lembro o nome em hebraico, que é seria Abraão, Isaac e Jacó, que são os três patriarcas do do povo judeu. Então a gente tenta lembrar os méritos dos dos nossos antepassados, se os nossos não forem suficientes. Normalmente não são, então a gente sempre lembra dos antepassados. É um momento importante essa da reza. Outra coisa que eu lembro bastante é que na véspera do Yom Kippur, a gente faz uma espécie de uma reunião. A comunidade, no geral, os judeus se se se juntam em comunidades, em grupos, e fazem uma espécie de reunião de pessoas muito ligadas para pedir desculpa. Porque se alguém realmente fez alguma coisa de errada um para o outro, pedir desculpa. Porque a gente tem um conceito que é assim. Não adianta nada você vir pedir desculpa para Deus por uma coisa que eu fiz para uma para uma outra pessoa. Num o meu problema naquele momento não é com Deus, é com aquela pessoa. Se eu não tenho perdão daquela pessoa, eu não como tenho como pedir perdão para Deus. Eu tenho que pedir primeiro para ela, ela tem que realmente aceitar o minhas desculpas e me me perdoar, para aí sim eu ir pedir perdão para Deus. Então a gente tenta entrar no Yom Kippur o mais zerado possível com as outras pessoas, para depois tentar zerar as contas com Deus no Yom Kippur. Por isso que é um dia de jejum, não se come, não se tenta pensar em outra coisa, senão em resolver seus problemas com.
Com Deus. E voltando um pouco a sua trajetória, você ficou lá três anos, né?
Três anos, eu estudei dos.
Doze aos quinze. Eh eh mas você falou que até até o segundo grau você estudava lá, né?
Isso, eu poderia ter ido até os.
Dezessete teoricamente. Você não quis ficar, o que aconteceu?
Eu comecei, na época, a ficar muito religioso, muito religioso, e minha família não era religiosa aqui aqui em São Paulo. Eee aconteceu que começou a ter uma uma espécie de um conflito do que eu pensava com o que eles pensavam, do que eu queria seguir e do que eles seguiam, do que eles queriam para mim e do que eu queria para mim. E foi ficando uma situação ruim, chata na época, ãh ao ponto de tipo não ter mais não ser mais legal vir para São Paulo, porque eu vinha para São Paulo para ter discussão. Eee nessa época a minha avó ficou muito doente, a mãe da minha mãe. Em noventa e nove, final de noventa e nove, ela pediu para eu voltar, porque ela falou assim ó, eu não estou bem já, eh estou muito mal, não sei quanto tempo mais eu vou durar, é coisa de meses mesmo, então eu quero que você volte para São Paulo para você cuidar da ajudar a cuidar da sua mãe, porque nisso minha mãe já tinha saído da da do prisão. E aí eu voltei eu resolvi atender o pedido dela, dela eu num eu nem questionei. E aí eu voltei para São Paulo e aí assim. Eu fiquei voltei em noventa em dezembro de noventa e nove. Em janeiro de dois mil, minha avó faleceu. Então, coisa de um mês depois, minha avó faleceu. E aí a gente ficou no apartamento que é que era dela e continuamos tocando a vida. Mas aí eu já não sentia mais que eu conseguia voltar. A sensação que eu que eu tinha depois, porque eu, assim, coisa que eu aconteceu em três anos, ou seja, eu fui tornando religioso, cada vez mais religioso, até chegar num ponto de ortodoxo mesmo. Em questão de meses, eu já não seguia mais nada. E a sensação que eu tinha de falar com qualquer outra pessoa que eu conhecesse da época, era de vergonha. Então, as pessoas tentavam ligar para mim ô Alan, mas o que aconteceu com você? Eu fingia que tinha compromisso. Não, mãe, fala que eu não estou. com uma sensação de vergonha mesmo, do que do tipo do que eu tinha tanto tempo. Pô, será que você não não acreditava no que você cumpria, no que você fazia? Então, o sentimento que eu tive na época foi de vergonha, de tipo, não. Num num estou sendo verdadeiro. E ai eu fui ficando por São Paulo ficando por São Paulo.

Época o meu. Meus dois tios, por parte de pai e por parte de mãe, não queriam tocar o negócio. Meu tio até por parte de pai até queria, mas por parte de mãe não queria. Só que não dava mais para tocar o negócio da pizzaria. Meu pai faleceu dentro da pizzaria. Tinham marcas de sangue dele dentro da pizzaria. A alma da pizzaria era o meu pai. Por mais que minha mãe tivesse sido sósia sócia e por mais que tivesse tido outro sócio que entrou com o dinheiro, mas cada detalhe da pizzaria tinha sido pensado pelo meu pai. Era uma era um chalé feito de madeira, era muito específico, tudo dentro da pizzaria era muito específico, e não só para a gente que era familiar, mas até para os próprios clientes, para os conhecidos, porque a maioria dos clientes eram acabavam se tornando amigos do meu pai. Para todo mundo, cada detalhezinho lembrava o meu pai, então a pizzaria era algo um projeto inviável. de se continuar. É um projeto de sonho meu, do meu irmão, de que um dia a gente volte a ter uma pizzaria, cada um tem o seu projeto, mas cada volte a ter uma pizzaria, porque é algo que lembra a nossa infância, lembra a a parte mais gostosa da nossa vida. Mas eh não dava para não tinha havia situação. Então, numa situação que a gente, na época era, podia ser considerado como classe média, alta vai, não querendo partir para alta, porque tudo bem, a gente morava num apar numa casa alugada, mas morava nisso porque meu pai tinha essa opção de investir em dinheiro sempre na pizzaria. Meu pai queria montar uma outra pizzaria no Nordeste e aí sim, queria acalmar a vida no Nordeste e ficar com a pizzaria de São Paulo, em São Caetano, melhor dizendo. Mas não deu tempo de fazer isso. Ah então, a gente saiu de uma situação de vai... Meu irmão fazia curso de compi eh curso de informática em noventa e. Três noventa e quatro Isso era raro, as pessoas que fa faziam curso de informática. Eu fazia aulas de inglês na época também. Meu pai tinha carro do ano, tinha dois carros, tinha tinha televisão, geladeira, freezer em casa ãh. Os dois tinham bicicleta ãh. Nunca faltou num num faltava comida, sempre tinha festa em casa. Então era uma situação muito confortável. A gente saiu para uma situação que é assim, a gente mudou para casa da minha tia, com um sofá e mais algumas coisinhas e nossas roupas. Algumas coisas foram parar na casa da minha tia, do meu tio, algumas coisas minha avó pegou e levou para a casa dela para guardar para a minha mãe. Pouquíssimas coisas eh ficaram com a gente. De repente aquele, a sensação que a gente tem hoje em dia é que tudo que o meu pai construiu não tinha muita estrutura, porque ele não esperava falecer tão cedo. Então, quando desmoronou, desmoronou tudo de uma vez só. Não tinha uma por exemplo a gente não tinha mais uma casa mesmo, o terreno da pizzaria não era do meu pai. Meu pai já tinha vendido, foi ele que comprou a parte do do sócio dele. Ele deu o apartamento para comprar a parte do sócio. Foi bem eh eh o pensamento do meu pai, hoje em dia, a gente vê, avaliando, eh eh assim a gente vê que o pensamento da parte administrativa foi foi errado. Mas, se você olhar na época, você falava pô num cara você não vai acreditar que um cara vai falecer aos quarenta e sete anos. É muito novo para falecer. Um cara que tem amizade com todo mundo, que a gente não via ter discussão com ninguém. não tem por que então falecer assim. Então é, meu pai tinha muito ãh essa visão de empreendedor. Vamos investir na pizzaria. Pô não quero, legal você como sócio, mas agora eu quero tocar do meu jeito, cem por cento do meu jeito. Então, pô, toma um apartamento aqui para você, continuo a amizade, mas agora sou toco eu sozinho.

Essa essa falta de estrutura, ou seja, uma fal não era num tinha uma base, fez com que ah, quando meu pai falecesse, tudo isso desmoronasse ãh. Quando minha mãe saiu da da da da penitenciária, minha mãe ficou um tempo na pe na Delegacia de São Caetano. Como ela teve a diverticulite lá, ela não conta até hoje como que ela era tratada lá dentro da delegacia. Mas a gente sabe que foi que foi muito mal, muito mal tratada ãh. O estresse, a depressão, a situação, ah não só porque... Não é só o fato de, no caso da gente, ter perdido o pai ou minha mãe ter perdido o marido. Mas a gente também se perdeu durante um tempo. A gente ficou oito meses sem se ver, sem se falar, sem saber notícias um do outro. Ou quando sabia, a notícia não era cem por cento real e não dava para se se acreditar. Por cento porque vinha através da família do meu pai, que não cortou o laço da época definitivamente com a minha mãe. Então, para a minha mãe foi muito pesado. Então ela acabou ficando doente, teve a diverticulite, quase faleceu na na delegacia, coisa de três, quatro meses depois de meu pai ter fa ter falecido, para você ter uma noção mais ou menos da situação que ela acabou mergulhando. E quando ela foi acabou indo para a penitenciária da feminina, aqui na Zaki Narchi, no em São Paulo. Lá, teoricamente, é só para pessoas que já foram condenadas, mas era o melhor local, que tinha a melhor estrutura para para que minha mãe fosse, porque minha mãe tinha acabado de sofrer a cirurgia e precisava ficar em uma enfermaria. Então minha mãe ficou na enfermaria e aí acabou continuando lá na delega na na penitenciária porque era o melhor lugar para ela poder ficar. Quando minha mãe falece quando minha mãe faleceu Deus me livre, quando minha mãe saiu da da penitenciária, final de noventa e sete eh, eu estava já estudando em Petrópolis, era o primeiro ano que eu estudava em Petrópolis. Ela saiu, eu lembro se não me engano quinze de dezembro de noventa e Sete eu ainda estava lá, falta, quinze de novembro não, quinze de novembro isso. E eu ainda estava lá, ainda faltavam alguns dias para para acabar o ano letivo e a gente vir para São Paulo. Eee a gente ficou sabendo do nada, porque já era o nono pedido de habeas corpus. Então, o advogado já nem mais avisava para gente que ele ia fazer o pedido de habeas corpus, porque para gente já era uma coisa rotineira o pedido dele. Ah, todo dia vai ter pedido de habeas corpus e mais uma vez vai ser negado. E esse ele foi lá no no Supremo Tribunal Quando a gente recebeu a no quando minha meu irmão e minha avó receberam a receberam a notícia, imediatamente eles ligaram para o meu tio, irmão da minha mãe, e ligaram para mim em Petrópolis. Na época, em Petrópolis, era engraçado que tinha. Tinha um um um telefone só no dor nos nos dormitórios, um telefone na na cozinha, e na época ainda não tinha, mas depois voltou a ter um um orelhão mesmo no meio da da da. Era só isso, não tinham mais telefones. E aí, que que acontece? Eu estava no meio, eu não sei aonde que eu estava, aí me eh falaram, olha Alan, é para você ir para o dormitório porque o seu irmão está querendo falar com você urgente, que é alguma coisa sobre a sua mãe. Eu fui correndo, obviamente, para o dor para os dormitórios, pensando que alguma coisa tivesse acontecido com ela. Aí meu irmão eu lembro até hoje, que ele falou assim, não Alan, a mãe saiu da pe da da penitenciária, ela foi vai ser solta, acho que amanhã ela já está na já está aqui em casa. Eu é já não estava nem ouvindo mais direito nessa hora. O advogado conseguiu habeas corpos. Aí, nem preciso dizer a sensação de felicidade da do momento, mas a gente aí eu conversei com os com os rabinos e eles falaram, não, vai para São Paulo agora, pega um pega um ônibus, vai para São Paulo agora e vai lá receber sua mãe. Fica uma semana lá, a gente conversa com os com os professores para eles te darem essa semana de licença. Aí eu fui, fiquei uma semana em São Paulo com a minha mãe né óbvio e voltei para terminar o as provas que eu tinha ainda prova para fazer. Aos poucos, a família se foi se reestruturando, porque minha avó era zeladora do prédio onde ela morava, que esse prédio a gente mora até hoje. Aí minha avó conseguiu com a com a síndica, porque a minha mãe, na situação que ela estava, ou seja, aguardando o julgamento, enquanto você fica com a aguardando o julgamento, você fica com antecedentes criminais, por mais que você seja inocente ou não, você fica com antecedentes criminais. Minha avó pediu... Era difícil minha mãe conseguir arranjar emprego ainda com quarenta e poucos anos. Sempre trabalhou com com com meu pai, obviamente sem carteira registrada, sem nada. Trabalhava como sócia. Aí, então, a minha mãe a minha avó arranjou para minha mãe trabalhar como porteira do prédio. Falou ó, você fica aqui do lado do próprio prédio, é simples, você não se cansa tanto e é pelo menos uma maneira de você arranjar o que fazer e arranjar uma renda. E aí minha mãe começou a trabalhar lá. Meu irmão começou a trabalhar depois meu irmão começou a trabalhar até jovem, com dezesseis anos ele ele estava trabalhando, tirando que a gente trabalhou na pizzaria do meu pai ãh. Começou a trabalhar com informática. E eu só fui trabalhar bem depois de bem mais velho, eu sempre mais eh investi em estudo. Minha mãe até hoje trabalha na portaria. O nosso sonho é aposentar ela, tirar ela da da portaria, porque a gente acha que num... Não é o que ela planejou para a vida dela, não foi para isso que ela estudou eee. Meu irmão até, graças a Deus, está muito bem. Essa crise econômica pegou ele meio que de supetão, mas já está bem. Trabalha com banco. Até agora a pouco eu estava de de diretor comercial de um banco. Agora ele sa saiu do banco por causa da da crise econômica, que é um banco de investimentos. Só trabalha com pessoa jurídica, então a crise econômica para eles foi muito séria. E aí agora ele está trabalhando com uma empresa de informática está de representante comercial da da empresa. Uma empresa que os amigos dele montou. Montaram então ele está tentando ver como que vai dar essa se vai dar certo a nossa empresa. Eu comecei a trabalhar com vinte anos. Eu comecei tarde para caramba.

Eu comecei a trabalhar na Atento, comecei a trabalhar com telemarketing. Uma coisa que, para mim, era inviável porque eu detesto o telefone e não sou das pessoas mais sociáveis. Então ah, aí eu comecei a trabalhar com telemarketing porque eu já estava com vinte anos, já estava numa situação complicada de de falar para família que eu não que eu não conseguia emprego ãh. Eu comecei numa empresa que é concorrente nossa, chama Atento, que é uma das gigantes do mercado. uma empresa espa de capital espanhol do do Grupo Telefônica eh. Comecei trabalhando na operação do Banco do Brasil aí eu. Lá dentro eu fui virei ouvidor do do Banco do Brasil, mas pela Atento. Aí para parcei participei de um processo seletivo para ser atendente corporativo da operação da Sky. Na época, a conta da Sky era com a Atento. Aí fui, passei, aí comecei a trabalhar com a com a operação da Sky, só que atendimento corporativo, que era atendimento de hotéis. Aí teve a fusão da Sky com a Direc Tí Ví, aí a Direc Tí Ví tinha uma empresa que era a Cytel, a Sky tinha uma outra empresa que era a Atento. A Cytel não tinha estrutura para comportar essa nova empresa gigante que ia ser, porque a Direc Tí Ví tinha na época quatrocentos mil clientes, mas a Sky já tinha um milhão e pouco. Se juntar todo mundo, a Cytel não ia ter estrutura para aguentar isso. Então ela já perdeu a conta logo de início. Então estava quase que na mão da Atento. Porém, a Telefônica, pouco tempo antes da de fechar negócio entre a Sky e a Teleperformance, a grupo Telefônica comprou parte das ações da Tê Vê. E isso fez com que a a Sky, essa nova empresa né que tinha se formado, a a nova Sky não quisesse contato com a Atento. Falou ó, eu não quero uma empresa que seja ligada a uma concorrente minha. Porque se um dia vocês precisarem de atendentes para a Tê Vê Á, com certeza o grupo Telefônica vai forçar vocês a tirarem da da da da nossa operação alguém que a gente já treinou, já está pronto. para levar para a para a. Tê Vê Á então a gente não quer mais negócio com vocês. E a telefô e a Teleperformance que estava de lá de estava tentando a conta, mas meio vai não com nem com tanta esperança, talvez, eu creio, de repente ganhou uma a conta de no colo. Não sei se foi cem por cento assim a a negociação, mas pelo menos o que chegou na para a gente foi isso. Até porque eu não sou da da área comercial, nem conheço muito pessoal da área comercial. Mas aí eu fui para fui junto, acompanhei a Sky indo para a Teleperformance. Lá realmente foi onde eu tive o maior crescimento, porque até então ainda eu era atendente. Então eu entrei lá como operador do da da parte corporativa, em três meses eu virei assistente. Aí o salário que era xis virou quase que o dobro. Aí de assistente, em poucos meses, eu mudei para uma outra área, mas também como assistente. No final de dois mil e sete, ou seja, eu entrei na Teleperformance em dois mil e sete como atendente. No final de dois mil e sete, eu já tinha sido promovido para assistente. Eu fui promovido de novo para assistente da gerência. Aí eu tra cuidar só de relatórios. Ãh aí eu fiquei, do final de dois mil e sete até final de dois mil e oito, até novembro de dois mil e oito, como assistente da gerência. Trocou a gerente, entrou um outro gerente. E aí eu fiquei assistente dele, cuidando só da parte de relatórios também. No final de dois mil e oito, ele ele mesmo negociou com a Sky uma proposta de de eu ir trabalhar junto a Sky como funcionário da Teleperformance, mas na análise de qualidade, cuidando só de relatórios. É porque assim, por exemplo, você vai para o Campos de Jordão, é mais é mais frio, mas a sensação que você tem é que está mais gostoso.

Vim estudar num colégio público. aqui no no centro de São Paulo, na rua mais mais para Santa Cecília, que é onde eu tinha estudado dos meus onze aos doze anos até, antes de eu ir para para Petrópolis, que é um colégio chamado Fidelino Figueiredo. É um colégio público, não é nem um pouco modelo, ruim até, poderia poderia pode-se dizer, mas que foi foi bem útil na época a gente. Eu aprendi bastante, sempre fui não fui um dos caras mais esforçados de a revisar estudo, mas sempre fui mais de prestar atenção na aula para evitar ter que revisar depois em casa. Eee estudei até o segundo ano lá. Aí, no terceiro ano, eu acabei recebendo uma uma pensão durante um tempinho, que era da acho que do meu. E aí eu pude estudar num colégio parti, voltar a estudar num colégio particular. Aí eu estudei só o terceiro ano num colégio particular, mais próximo da minha casa ainda, que era um colégio chamado Poliedro. Era um colégio também pequeno, tinha poucas pessoas. Minha sala, o terceiro ano, tinha o quê? Sete ou oito pessoas. Aí lá eu tentei fazer, na verdade, um preparativo para fazer a a faculdade de arquitetura, que na época eu queria fazer na na USP, que é a faculdade de arquitetura. Eee fiz o estudei tudo mais, mas talvez eu não me esforcei o o suficiente, não li o a quantidade que eu deveria ter lido. Fiquei por acho que uns dois, três pontos da nota de corte no vestibular e não passei ãh. Tentei de novo, comecei a estudar... técnicas de desenho e tudo mais para, porque a prova da da USP funciona em duas duas partes, a parte do vestibular normal e aí tem a segunda fase que é voltada à área que você quer entrar. Na parte da arquitetura tem uma prova de desenho, não necessariamente de desenho, mas uma uma prova relacionada à artes. Então eu só queria ter mais certeza do que poderia cair, porque desenhar eu desenho bem, mas eu queria ter certeza do que poderia cair na na prova. Estudei isso. Aí eu tentei me inserir no mercado. Aí eu fui fazer curso de AutoCad, que é que é da área. Fiz curso de AutoCAD, não me ajudou em nada. Ah e aí eu resolvi fazer escola Panamericana. ãh eu fiz o o curso completo, mas no final já num num era algo que me me deixava satisfeito. Eu porque assim, você imagina a minha sala, eram vinte alunos, eram dezenove mulheres, eu e a professora. Tirando que na época eu conheci aprendi tudo sobre o universo feminino, sobre o que que o o que que é uma bolsa, sobre o que é uma chapinha, o que que é uma escova, porque as conversas eram relacionadas a isso. Futebol, então, era um assunto que nem entrava na na. Eram mundos diferentes, a maioria das pessoas lá eram já pessoas mulheres mais velhas, já casadas, e que estavam fazendo por hobby a o design de interiores eh. Tinham muito dinheiro no geral eee, podiam na verdade, o marido, ou elas mesmas, ou a própria família, podia bancar sem problema algum o estudo. Na verdade, era bem hobby ãh. E, por mais incrível que pareça, para a área de design de interiores é muito importante isso. Porque você começa a conviver no mesmo ciclo de pessoas que podem ser seus clientes. Porque seus clientes, no geral, vão ser pessoas, mulheres casadas que gostam dessa coisa. E que já tem um poder aquisitivo melhor. Então elas já eram do mesmo... elas já faziam parte daquele público-alvo que seria delas, como como decoradores, como designers. Eu já não. Na época eu era operador de telemarketing. Usava o meu salário inteiro e uma parte do Vê Erre para poder pagar a a Panamericana eee. Era homem, num num num era né do do mundo feminino. mais então eu me sentia um pouco deslocado. Eu falava não conseguia me imaginar indo visitar uma casa de uma uma cliente e pegando ela para bater perna num shopping de de, num Lar Center da vida. na Gabriel Monteiro, por exemplo, para ficar olhando, vamos olhar sofá, vamos ver textura, vamos ver isso. Eu não era, tinha um senso mais prático, uma sensa uma sensação de tipo, tem que fazer um projeto, vamos fazer assim, assim, assado, gostou, não gostou, troca isso, acabou. Eu não tinha essa essa esse perfil que o decorador, no caso, tem que ter. Eee eu tinha mais o perfil do designer mesmo. E não consegui, durante os dois o o tempo o tempo que eu estudei lá, não consegui me inserir no mercado, não consegui me inserir no mercado. Continuava trabalhando com telemarketing. Aí às vezes eu faltava nas aulas por causa do trabalho, porque eu tinha que fazer alguma coisa para o trabalho. Aí eu queria inventar de fazer um relatório, e eu era operador na época, eu queria fazer um relatório para o para o trabalho. E aí cada vez eu ia ficando mais próximo de relatórios, mais próximo de relatórios e cada vez mais longe da do de design de interiores. Até que um ponto que eu cheguei e falei, não, realmente não tem nada a ver comigo, só que agora já estou no final, falta mais seis meses e eu vou terminar. Terminei o curso e eu, em seguida, terminei tipo dezembro, janeiro, fevereiro eu comecei já a fazer faculdade. Só que aí eu já perdi um pouco daquele tom que eu tinha, que pode ser chamado até de arrogância. Fazer faculdade? Vamos fazer a melhor faculdade. Vamos tentar fazer a melhor faculdade. Vamos trabalhar? Quero trabalhar no melhor na na melhor carreira possível. Quero começar lá de cima. Essa coisa que a gente tem quando mais é jovem, quando mais é criança, adolescente ainda. Acho que a partir do momento que eu resolvi realmente fazer administração, que acho que foi o ponto em que eu começo a deixar de ser adolescente para amadurecer definitivamente. Aí comecei a fazer administração e no mesmo ano que eu comecei a fazer administração eu entrei na Teleperformance. Então é o é exatamente o ponto em que eu começo a a dar a guinada de carreira, vida mesmo, condições sociais. Até eu poder hoje em dia, por exemplo, o meu irmão não mora mais lá em casa, está está morando sozinho com a com a esposa dele. Poder dividir as contas com a minha mãe numa boa, sem ter problema nenhum. Antigamente, eu eu dividia com ela a a a Panamericana. Hoje em dia, eu divido, na verdade, as contas e pago a minha e pago a minha faculdade. E ainda vou comprar a minha moto. Então, estou numa condição muito melhor do que era antigamente. Então, eu acho que assim, aos poucos a gente vai retomando o que a gente teve que dar uma interrompida em Eu faço a UNINOVE. Faço Administração Geral de Empresas. Quase nada a ver com o Design de Interiores. Mas eu acabei me achando bem muito mais na nessa facul na nesse curso. Já estou no terceiro ano. Ano que vem eu me formo. Até acho que pelo lado prático e a bagagem que eu trago do Design de Interiores é muito útil. não a parte de desenho, mas como a escola Panamericana tem toda uma cultura voltada ao conceito de criatividade, o que que é criatividade, criatividade não é dom, é algo que se treina, algo que se estuda, então eh eu levei muito isso para a administração, na no ponto de tipo, Problemas novos exigem eh soluções novas. E isso exige, obrigatoriamente, ser criativo. Tentar pensar, que nem a gente fala muito, pensar fora da caixa. Olhar as coisas de uma outra de uma outra perspectiva. E isso ah, o fato de ter feito o Design de Interiores, me ajudou bastante. Porque me tornava, me torna mais solto na hora de pensar alguma coisa. Não preciso, tipo, tem que ser o processo assim, assim, assado. Não, porque a gente não pensa de uma outra maneira. Inverte as coisas. E acabou me ajudando bastante. Já termino ano que vem a faculdade e já estou pensando na na minha pós, no que eu vou fazer. Então, acho que agora, pelo menos carreira, eu já me achei eh. Profissionalmente, acho que uma das melhores opções que eu pude fazer foi a na época foi aceitar a proposta da da Teleperformance e não e não ficar na Atento. Não que que eu não pudesse ter chance dentro da Atento, mas a quantidade que eu tive dentro da da Teleperformance, num num.

Estou estou pensando mas é bem possível que eu que eu acabe direcionando ela para a área financeira. Eu não trabalho ligado à área financeira, mas trabalho muito ligado a números, com análise de números. Mas é é bem capaz que eu que eu faça, pretendo fazer né pelo menos, o curso que eu vi que chama Gestão Financeira com ênfase em Controladoria e Auditoria, que é da Fundação Getúlio Vargas, a Gê Vê. Pretendo fazer, pretendo ter condições e pretendo que eles aceitem me aceitem lá né, porque lá tem entrevista eh. Não é muito a minha área ainda, mas eu pretendo aos poucos, guiando a minha minha carreira para esse lado.

Corrido. <laughs> Bastante corrido. Acordo às sete para chegar no trabalho às nove, porque eu demoro demais no banho, demoro para acordar. Aí trabalho das nove às seis. Tem que ser obrigatoriamente até às seis, porque eu tenho que sair correndo às seis para chegar às seis e vinte, seis e meia na faculdade, que eu dou monitoria de teoria geral da administração. Então eu dou aula de reforço para o pessoal do primeiro semestre. Aí vai das seis e vinte até as se as sete. Dez sete e dez eu tenho que correr, porque eu tenho que estar eu tenho que estudar no outro prédio da faculdade. O prédio fica um vai um a uma distância de trezentos metros do outro. Mas eu saio as sete e dez saio aí eu corro para ir para outra, para minha aula mesmo, para onde eu tenho aula. Aí eu saio de lá dez e vinte. Dez e meia eu estudo com um amigo. Eu tenho sorte de estudar com um cara que já é amigo meu desde antes da faculdade. A gente entrou na faculdade junto, entrou na mesma sala. Aí eu pego o carona com ele e a gente vai para casa de um outro amigo que é mora sozinho e é notívago, vive à noite. A noite eh ele prefere viver à noite. Se tiver que trabalhar, ele prefere trabalhar à tarde para dormir de manhã. Eee e aí ele cozinha. Para todo ele faz comida para todo mundo. Minha mãe normalmente faz almoço só para ela, porque só fica ela em casa. Aí eu acabo dispensando ela de fazer janta para mim. E aí a gente ajuda ele, obviamente, com dinheiro para poder comprar arroz, feijão, comprar carne, alguma coisa assim. E aí ele faz comida para todo mundo. Aí junta a noite na casa dele, tipo, dez e meia, onze horas, junta umas quatro, cinco, seis pessoas para comer lá. Aí come, aí começa a bater papo, começa, tipo, querer descansar, trocar ideia aí. Nessas horas eu vou dormir uma hora da manhã, uma e meia, duas horas da manhã. Eu acabo dormindo muito pouco. Eu aproveito o final de semana para dar uma descansada melhor. Normalmente é o sábado. Porque já acabou a pilha, eu não aguento mais.
Eh essa parte religiosa, você pensa, continuou, tem seguido, participa dos.
A minha condição com com o judaísmo, hoje em dia, ela ela ganhou uma outra proporção, porque teve eu tive várias fases né com o judaísmo. Fases de total desconhecimento, quando foi a minha infância. Foi a fase, depois a fase de uma descoberta muito diferente para mim eh. Depois é aprofundamento a po a ponto de ser ortodoxo. E depois, de repente, largar tudo, mais ou menos uma sensação de largar tudo. Uma um sentimento de vergonha que eu tive. na época, e hoje em dia eu tenho um sentimento de tipo que eu não posso querer compreender tudo. Num nem quando eu for mais velho, que é que talvez seja esse o o objetivo da vida, querer sempre aprender algo algo mais e nem sempre ter razão nem sem, e principalmente nem sempre saber se você tem razão eh. Minha condição com o judaísmo hoje em dia, acaba por todos esses motivos, acaba sendo uma uma condição de orgulho, principalmente por ser um um povo muito unido, são pessoas muito, no geral, muito humildes, de uma capacidade imensa de fazer bem ao próximo, não só entre judeus, mas entre com com os próximos também, com a com a comunidade local eh. Uma sensação de respeito que eu tenho por por por judeus e pelo pelo judaísmo em si, pela etnia, pela pela religião, Mas com a parte da religião em si, a maioria das coisas eu não cumpro. Eu sou mais ligado até aos preceitos. Algo como, por exemplo, não querer fazer mal ao próximo, ao fato de tomar cuidado com o que se fala, porque com o que você fala, na verdade, você está atingindo a pessoa eh. A questão de cos de sempre quando for cumprimentar alguém, ter a tendência de baixar a cabeça, mostrar respeito, mostrar que você confia naquela pessoa. Procurar ter respeito pelos mais velhos, mesmo quando eles parecem um pouco mais atrasados, bem mais atrasados do que você, até maneiras de pensar, ter respeito por eles ãh. O sentimento de sempre, eu tenho contas a prestar com alguém, sempre agradecer pelo que pelo dia que eu tive, esperar que o dia de amanhã seja melhor. Eu sempre tenho um costume eh engraçado quando saio de casa para ir trabalhar. Enquanto o elevador não chega, assim, pô, que hoje seja melhor do que ontem, mas que seja pior do que amanhã. Para que amanhã seja muito melhor e que assim seja sempre, uma escada. Para que cada dia seja melhor que o outro. Em casa eu tenho a mezuzá, protege a nossa casa, não não deixo ninguém tirar, não deixo ninguém tocar lá. Sigo ainda até hoje o Yom Kippur, é uma das poucas coisas que eu sigo para valer mesmo. Não sigo no no fato de me resguardar, ou seja, ficar em casa e ir para a sinagoga rezar. Não consigo porque normalmente cai num dia da da semana e até hoje esse esse sentimento de vergonha que eu tenho perante a comunidade ainda existe. Tenho um pavor tremendo de encontrar alguém que tenha estudado comigo na época e me reconhecer e falar, putz, mas você não é mais religioso eh. Então, eu eu não frequento muito as sinagogas. Mas eu sigo ainda as minhas coisas da minha do meu jeito eh. O jejum eu sigo. Mesmo no trabalho, ainda sigo. Apesar do pessoal me tirar bastante sarro da minha cara. Não, porque eles fazem questão. Estava contando até para o para o Kleber que o último agora Yom Kippur foi em dois mil e oito, foi em setembro. O pessoal entrou no Google e descobriu que estava chegando o Yom Kippur, que cai normalmente em alguma data ou outra, porque o calendário lunar tem dez dias a menos que o calendário solar, que é o calendário que a gente usa aqui. Então aí eles descobriram a data do Yom Kippur e descobriram que eu cumpria. Nesse dia, então, eu nunca vi tanta água na minha frente. Porque não pode comer, nem pode beber, as pessoas comece passavam com squeeze. Alan, quer água? Não, obrigado, eu estou de jejum. Pô, mas você não quer mesmo? Aí virava virava água para beber, fazia à distância, para tirar sarro. Nunca recebi tanta comidinha também naquele dia. Ganhei, bolo, eh me deram suco Del Valle. Iam colocando na minha mesa só para tirar sarro da minha cara. Mas, no geral, as pessoas respeitam bastante e são mais curiosas. É que tem os amigos que sempre querem tirar sarro.

Tenho mania de Querer dividir as coisas minha mãe fala que.

Muito. Analítico, muito chato. perfeccionista. Os amigos costumam me chamar de Monk, que é aquele personagem de uma série lá que é cheio de tocs, ele é tem trejeitos, quer arrumar as coisas, eh tem problema com o quadro torto. Já passei cada vergonha em tipo em churrascaria de ter que arrumar quadro porque o quadro estava torto e estava não conseguia comer. Eu vou lá e arrumo o quadro da churrascaria. Mas é natural. Então, eu tenho sonhos, mas eu divido todos eles muito de uma maneira muito analítica. Então, eu sou muito de ter metas. Não tanto sonhos, mas metas. Ou seja, eu vou alcançar lá, como que eu vou chegar lá, eu eu vou definindo. Então eu tive uma um um sonho que era assim, pô eu preciso trabalhar. Aí, eu consegui trabalhar. Aí, eu falei preciso começar a fazer uma faculdade. Aí, eu comecei a fazer faculdade. Não gostei da faculdade. Preciso trocar de faculdade. Troquei de faculdade quando acabou a o curso. Aí, eu falei, preciso crescer profissionalmente. Consegui crescer profissionalmente. Aí, cresci duas vezes no mesmo ano. Aí, no terceiro ano, cresci mais uma vez. Falei, agora preciso terminar a faculdade. Vou começar a fazer uma pós. Aí, eu com isso tudo, eu acabei deixando a vida amorosa, o lado amoroso, de lado. Aí, esse ano, eu falei não, agora eu preciso resolver meu problema do lado amoroso. Mas até o lado amoroso, eu funciono de uma maneira muito exata, muito tem que ter meta, tem que funcionar assim, assado. Assim, eu espero que minha futura namorada, sei lá o quê, não saiba nunca disso, que eu funciono dessa maneira. Mas eu sou muito perfeccionista, quero quero chegar no ponto, estipulo prazos, estipulo metas. Meu prazo minha minha meta maior, pelo menos profissionalmente, e já falei várias e várias vezes, é a presidência de uma empresa. As pessoas normalmente olham assim e falam, pô, você você tá longe para caramba disso. Mas tem dezessete anos para isso acontecer, porque o meu prazo é até os quarenta chegar à presidência. Eu estou com lá na época eu tava com vinte e três, tem dezessete anos, agora tem dezesseis anos. Se eu conseguir ir subindo aos poucos, de ano em ano, a hierarquia não é tão longa até lá. Dá para eu chegar fácil lá até. Eu consigo chegar até os dezessete lá. Tudo bem que cada vez mais vai demorar as promoções eh. Para a parte de estudos, eu quero terminar a faculdade agora e começar já Em BÍ Êí. Eu tenho a intenção de de lecionar. Eu gosto de falar bastante. Apesar de ser tímido, eu gosto de falar. Aprendi a acabar falando em público. Detesto falar com uma pessoa só, desconhecida, mas se eu for para falar em público, eu consigo me dar bem. Tanto que é por isso que eu faço dou dou monitoria na faculdade. A faculdade vai me oferecer depois a pós, apesar de eu não querer fazer a pós lá eh. E da vida amorosa, ou assim de familiar mesmo, eu tenho a vontade de construir uma família. Mas aquele negócio, né? A gente sempre quer mudar alguma coisa que aconteceu errado com a gente, né? Então, a sensação que eu tenho é que, assim, A maneira que a minha família não foi muito bem estruturada financeiramente e, de repente de repente, a gente perdeu tudo, eu procuro estruturar tudo muito. Então, eu parto para o outro ponto né. Eu quero estruturar absolutamente tudo da maneira mais correta possível para que, se acontecer alguma coisa, eu sempre seja resguardado.
Ãh você tem alguma coisa que você queria falar que a gente não perguntou?

Só voltando à pergunta agora que eu falei que tinha trinta alunos lá do colégio de Petrópolis. Mas de resto, não. Achei bacana a a iniciativa da empresa, achei bacana a ideia do do Museu. Eh eu sempre fui ligado a isso, sempre conversei muito com meus tios-avós. Eu tenho principalmente um tio-avô que é mais ligado ainda à questão da família do que eu, que ele procurou realmente a pesquisar árvore genealógica.

Então, é uma homenagem ao profeta Isaías, o meu sobrenome. Eee sempre sempre fui muito ligado a essa questão cultural. Voltando né, aquele negócio. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai direito. Você precisa ter um início da linha, precisa ter um final da linha. É assim que que a gente faz um caminho. Se você não sabe aonde começou essa linha, você não pode continuar ela você vai. Essa linha não tem tanta trajetória não tem uma trajetória. Até uma questão é aquela mesma questão, por exemplo, por que que passam tantos filmes de holocausto? É porque ninguém pode esquecer o que aconteceu no holocausto. Porque se se você esquece, você dá a chance para acontecer de novo. Por que que passam tantos filmes de guerra? Para você saber exatamente o que que é uma guerra. Para você não cometer não fazer uma guerra. Para você porque senão as pessoas esquecem. Quando você torna a eh quando a coisa é coisa real, beleza. Mas depois de um tempo ela vai se tornando uma história, uma lenda, um mito. Talvez aconteceu aquilo. Então eu acho importante você sempre você lembrar da sua história, do por que por que você é assim, do por que você é assado. Para que você para que sua história não se torne. Um mito né. Tudo o que a gente fala que dizem que o ideal é não querer mudar as coisas, mas eu tentaria, se eu soubesse tudo o que aconteceu até até agora, eu tentaria mudar o meu jeito de ser, principalmente com os meus pais. Com a minha mãe, eh eu tentaria mudar o jeito de ser e, principalmente, com o meu pai, mudaria absoluto tudo eh. Eu era um bom filho, meu pai meu pai era um bom pai, mas eh até por ele ser ligado muito ao trabalho, eu eu tive pouco contato com ele. meu contato com meu pai era... era, pode-se dizer, quase que profissional. Tinha pouco de pai e filho. Meu pai tinha muitas coisas legais. Meu pai fazia questão de acordar a gente de manhã. Acordava a gente cantando, apesar de ser desafinado, acordava a gente cantando eh. Era um cara super bacana. Mas, eu se eu pudesse, eu gostaria de ter voltado para conhecer um pouquinho mais meu pai. Eu que agradeço. Está bom.